Bom dia. Bom dia. Eh Nós gostaríamos de começar perguntando o seu nome completo, local e a data do seu nascimento.

Eles são vivos?
Minha mãe. Minha mãe é viva, tem oitenta anos. Meu pai é falecido há nove.
Conta para gente um pouco sobre a origem da sua família. Você sabe Origem dos seus avós? São do eh seus pais são aqui de

Meu pai veio para São Paulo bastante jovem, ele filho de agricultor, ele também foi um agricultor, e com doze anos o meu pai veio para São Paulo, veio buscar alquma coisa diferente que não tinha no interior. A minha mãe permaneceu no interior até vinte anos né, e ela saiu do interior para... eh... veio junto com a família que ela morava, E saiu dessa família para casar né.
Eh conta para a gente, o seu pai veio sozinho com doze anos? Meu pai veio sozinho com doze anos num caminhão de de boias frias né.
Ficou na casa de amigos aqui, de pessoas que ele fez amizade aqui. E ce cedo começou a trabalhar, fazendo uma um um bico aqui e outro ali. Quando ele... eh o primeiro trabalho que ele teve registrado aqui foi como... numa empresa de metalúrgica né, uma indústria de metalúrgica. E ele se aposentou nessa empresa. E ele foi galgando cargos lá e conseguiu ficar lá até aposentar.
E para que bairro que ele veio para São Paulo?

Não.

E essa metalúrgica que ele trabalhou, qual que é?

Nâo nâo me lembro o nome da da metalúrgica. Mas foi onde meu pai aprendeu muita coisa sobre sindicalismo. Meu pai sempre foi um homem ativista. Né uma pessoa que que pensava o seu tempo, que influenciava o seu tempo. Mas ele chegou a pertencer a sindicato? Eu ãh eh participava de reuniões. Nunca foi uma liderança do sindicato. Eu penso que tudo que ele aprendeu no sindicato, em termos de de cidadania, de defender direitos, de ser trabalhador, ele fez isso onde nós morávamos, ele fez isso no no bairro, ele fez isso na vida assim. eh
E você chegou a ter contato com esses avós paternos? Não, nem maternos.
Eles morreram antes que eu nascesse.
Pergunta para a gente um pouco agora da sua mãe. Você falou que ela veio com vintte anos para São Paulo?

A minha mãe, ela ficou órfã com quatro anos de idade. E o pai dela, que só tinha filhas né, ele sentiu dificuldade para criar essas filhas e ele entregou cada uma delas para uma família hum diferente. E a minha mãe foi entregue para uma família italiana, classe média,

Ela trabalhou o tempo todo para essa família, ela conhece bastante da cultura italiana por conta disso, sobretudo a gastronomia né. Mas eu penso que ela não foi muito feliz nessa família, ela tinha uma condição de empregada e de de muita exploração hum eh. Tem uma passagem da vida dela que ela conta e é bastante de de uma forma bastante emocionada. Quando ela já tinha doze anos, eles adotaram raspar a cabeça dela para que ela não saísse na rua e, portanto, se ocupasse mais com o trabalho doméstico né eh. Embora com esse tipo de passagem, mas ainda assim ela fala com carinho dessas pessoas, porque cuidou delas e. Enfim né, é a história dela, é a é a família que ela teve. E depois que ela se casou com o meu pai, ela nunca mais visitou essa família né. É uma coisa, uma quebra assim sai. Sai para casar e nunca mais volta né. Mas eu penso que foi uma boa influência para minha mãe, porque apesar de ela nunca ter frequentado a escola né, minha mãe é analfabeta, ela ela soube buscar informação né, ela ela soube aproveitar dessa convivência com pessoas eh mais polidas né, então ela fala muito bem né, é uma pessoa que é autodidata, ela aprendeu a ler pegando livros, então hoje ela consegue eh, enfim, ler, assistir um filme, se ocupar da leitura né.
E ela você falou que ela vem para São Paulo com essa família, eles vão morar onde, você sabe?

E quando é que dá esse esse encontro entre sua mãe e seu pai? Foi no
Hum ãh a a Lapa era um lugar onde as pessoas iam passear, iam fazer encontros, era um ponto de encontro, né? E eles se encontraram numa praça da Lapa, na rua Tito, eh namoraram durante um ano e casaram em seguida. A minha mãe, eh dez anos mais jovem que o meu pai, Hoje ela está com oitenta, ele estaria com com noventa anos. Casaram-se e viveram juntos quarenta e E nove anos e e você sabe on em que igreja que eles casaram?

Então, ela eles ela eles se casam, então ela deixa essa família e vai trabalhar em casa? Ou ela isso arrumou algum trabalho? Não Não, ela vai trabalhar em casa né.

Meu pai comprou um terreno antes de se casar. Ele próprio fez a casa dele eh e. Ele ia pedindo ajuda das outras pessoas que sabiam construir e construiu a própria casa né. Né e lá eles foram morar. E essa casa foi a casa que recebeu todos os outros parentes do interior que vieram para São Paulo, tanto da família da minha mãe como da família do meu pai. Eh era uma casa grande, um quintal grande, ainda de uma cultura de de criar bichos no quintal, galinha, pato né eh. Eu me lembro que foi uma infância feliz ali naquele quintal. Tínhamos árvores, meu pai fazia balanço nas árvores, mangueira, eh enfim. Horta. É é de um tempo ainda que eh passava-se roupa com ferro, a brasa. Eu me lembro, eu tenho lembrança disso e e e foi uma fase boa, uma fase gostosa da vida.
Conta para a gente, então, quantos filhos eles tiveram? Cinco.
Cinco filhos. Eh por favor, a ordem dos nomes.

Eu.

Tem diferença comigo de doze anos. Eu já fui a caçula durante doze anos, e depois veio o Celso.

Ele foi assassinado pela polícia. O que nós soubemos na época é que ele foi confundido com um com um com um ladrão né e. Ele levou um tiro, morreu, e a namorada dele estava grávida hum na época e. E o filho que ela teve, nós adotamos né eh. E criamos como mais um irmão. Então, somos seis.
Fala para a gente, você chegou a começar a falar sobre essa questão dessa casa, da infância Descreve para a gente como era essa casa, assim, quantos quartos, o tamanho dela, o tamanho da sala.
É engraçado que quando eu era criança eu achava essa casa muito grande. Então eu tinha o quarto dos meus pais, um outro quarto que ficávamos todos os filhos né, uma sala grande, Isso num andar, e no andar de baixo tinha cozinha e e banheiro. Tudo muito grande, cada um dos cômodos né. E na frente da casa tinha uma área, e e era lá que a gente fazia as brincadeiras, tinha ãh o encontro com os primos, os irmãos, tudo. Era uma casa bastante simples, mas uma casa eh acolhedora, uma casa confortável.
E esse quintal? Ãh você falou em animais eh. Que tipo de animais vocês o que é que vocês plantavam? Ah meu
fazia horta. Né então tinha tudo eh que... Praticamente tudo que nós comíamos era fruto dessa dessa horta né. E ela também criava patos. E criava galinha e. E teve um tempo que criou porcos. E essa não foi muito uma boa ideia, porque depois a gente não queria mais comer os <laughs> os bichos que levavam nome, que que ficavam fazendo parte da família. Aí não dá para comer um ente querido não é. <laughs> E eu não como porcos, até hoje eh. Enfim, me parecem muito meigos, não me parecem feitos para <laughs> virarem comida das pessoas.
E tinha algum pé de fruta? Que tipo de
Aliás, hoje pouco se vê, mas ameixa, ameixas amarelas grande e. E esses pés de ameixa, eles costumavam ser tão grandes e fortes que é possível fazer balanço. Eu me lembro de de balanças espalhada pelo quintal nessas eh, nesses pés de ameixa né. Tinha manga também, banana, uva, laranja, mexerica, limão, Essas coisas que eram comum na época, que nos quintais tivessem isso no ãh. Minha casa não era uma exceção. Hum tinha um quintal grande. Essa casa ainda ainda existe?
Existe.
Essa casa existe. Foi construída nela mais duas casas e uma delas a minha irmã mais velha mora com os filhos. E ainda no fundo tem uma outra casa que eh que alugamos. Essa primeira ainda é é uma casa que a gente mantém, mas ela é ela é alugada né. Meu pai fez uma outra casa na mesma rua, bem maior que essa, que é onde minha mãe vive. Eu construí em cima dessa casa, vivo com meu marido lá. E o meu irmão também vive com a família dele nesse mesmo prédio.
Todo mundo ali pertinho, né? Pertinho. Eh

Quando é que você entra na escola? Que escola que é? É a primeira escola? Eu entrei na escola.
Era uma escola municipal. Na época, era uma uma boa escola né. Entrei com sete anos eh. Enfim, acho que segui esse roteiro eh básico dentro do esperado. Fiz o primário. Na minha época, tinha admissão, que era hum a quinta série, que era opcional. Fiz o ginásio também em escola pública, aí num numa outra escola. E também fiz o colégio em escola pública. Foi toda uma trajetória eh de escola e dentro do previsto, com as idades previstas tal hum, que também foi uma experiência boa ãh. Eu fui alfabetizada antes de entrar na escola. Apesar de meu pai nunca ter eh frequentado a escola formal né, ele também se alfabetizou buscando informação. Então, para todos os filhos, ele fez questão dele próprio eh introduzir na na na escrita, na leitura né. Isso foi feito de uma forma muito boa, que me fez apaixonar pelos livros. Eh eu sempre fui uma aluna boa, assim estudiosa, gostava do que do que aprendia. Uma coisa boa que eu estudei né ãh eh durante o ginásio foi francês. Eu descobri que gostava de línguas né no eu tive um ano de francês e e me apaixonei pelo ãh pela língua francesa. Era um sonho da minha vida conhecer a França né e falar francês eh.
Depois então a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria voltar um pouco à escola. Você se lembra assim de alguma professora que tenha marcado esse período?

Era uma mulher, eh não sei exatamente se era... Na minha lembrança, era uma mulher muito bonita, alta, magra, que usava um batom vermelho. Lembro da boca dela muito vermelha. E ela passava em frente à minha casa para ir até a aula, até a es o colégio. E eu ia com ela, de mãos dadas. E eu me sentia segura com ela. Era muito generosa, enfim. Ela foi a minha primeira professora, eu lembro. É muito bem dela. E
E nessa período da primeira infância, dos primeiros estudos ãh, que tipo de brincadeiras vocês faziam? Vocês brincavam só entre os irmãos ou com outras crianças da Conta um pouquinho para a gente. Eh não
Era um tempo bom. Essa rua que eu que eu morava era uma rua de de terra né. E E também era uma estrada para passar boiada né.

Isso era muito divertido né. Seguia boiada, tocar boiada. Eh e as crianças faziam isso juntas né. Então, eh tanto os meus irmãos como os vizinhos. Eh e esses vizinhos, meio que parentes. minha mãe batizou alguns, nós fomos batizados por outros vizinhos. Meio que uma comunidade eh. Enfim, as pessoas todas se conheciam e era as crianças, obviamente, ficavam juntas.
Além dessa desse dessas escolas que você estudou, que você falou que estudou na escola municipal da da primeira à quarta série né, depois foi para o ginásio, o ginásio também era municipal? Não, era estadual. Estadual. E o colégio também.

São no bairro eh eh. Essa onde eu estudei o ginásio hoje é uma uma escola referência, uma escola eh tida como uma escola pública, de boa qualidade né. E o colégio também ele era. Eu busquei esse colégio porque era tido como colégio referência, que daria condições para eu fazer o cursinho fazer o o vestibular sem necessariamente fazer o cursinho. E isso foi aconteceu.

E vocês vinham ao centro de São Paulo, frequentavam? Como é que era essa parte assim do lazer mais re ligadas ao centro de São Paulo? Uhum
Então, a gente está falando então de anos

E eu me lembro de que vínhamos para o centro pelo menos uma vez por ano, em ocasião do Natal. todos íamos comprar roupas novas para o Natal. Então, era um era um dia especial e era um dia. Tanto que você ia ganhar uma roupa nova e podia escolher essa roupa nova né. Eu me lembro que eh era divertido vir para a cidade, andar de escada rolante, de elevador, que era todo um um um um recurso que a gente não tinha não é, era raro. Então, era uma festa vir para o centro da cidade. E esse centro da cidade é o centro velho de São Paulo mesmo ali, onde é o Mapim, eh foi o Mapim eh. A Lapa também era um centro interessante de de comércio, onde aconteciam coisas né eh. Isso me faz lembrar um pouco a história de carnaval. O carnaval também era na Lapa, então muitas coisas aconteciam na Lapa eh. Interessante de lazer, de Conta um pouco.
nesse carnaval o que é que tinha
Era um carnaval ainda de cordões né eh.

Então, ela levava os filhos e os sobrinhos, e eu era um uma dessas né. E nós andávamos, ficávamos vendo esse carnaval passar, horas e horas, porque o carnaval eh contava histórias. Como é hoje, tem os enredos, eh ãh antigamente também tinha isso. Mas eram marchas e as pessoas se encontravam, era muito divertido. O carnaval dos anos sessenta, começo de setenta né. Não era essa festa toda, não era esse glamour todo né, mas era bem gostoso.
E cinema, teatro, vocês eh, nessa época, vocês estavam eh, na época de criança, ou mesmo adolescente, Você chegaram chegou a ver... Se lembra se a primeira vez que você foi ao cinema? Em que cinema foi?
Então no meu bairro eh ãh não tinha cinema.

E aí íamos a Garotada. Para chegar até esse cinema, nós íamos de bicicleta, alguns outros caminhando. Era uma longa caminhada até chegar no cinema né. Mas era muito divertido. Íamos eh em grupo. Eu eu, geralmente, ia acompanhada do meu irmão. Ele gostava de me levar ao cinema. Depois teve uma uma fase interessante. Não sei exatamente quem que organizou, mas tínhamos uh hum não tínhamos uma sala de cinema, mas assistíamos filmes num campo de futebol. Era colocado um telão e e a comunidade toda era convidada para ir assistir filmes. Eu assisti bons filmes, o gordo e o magro, coisas assim. E ainda em Pê Bê, preto e branco. Era um Era um jeito que a gente tinha de assistir filme. Isso me fez, por exemplo, montar uma sala de cinema no bairro, na minha adolescência né eh. Fazer um cineclube mesmo, buscar filmes fora. assistir junto com os meus amigos, discutir o filme, tentar entender o que é que estava rolando, o que é que estava passando e o que não chegava até o nosso bairro.
Quer dizer, você montou essa sala quando? Você tinha quantos anos? ah
Menos de vinte, com certeza eh. Foi numa sociedade amigos de bairro que foi fundada pelo meu pai. E tinha várias atividades. Mas essa do cinema me parecia encantadora, e e junto com com outros jovens da região. Nós tanto fizemos um um jornal que falava um pouco de arte, de cultura, de música, de teatro, de cinema, como fizemos uma sala né e. Também era um telão eh. Na época, nós conseguimos que uma uma empresa emprestasse esse material né e. Buscávamos filme, gratuitamente também, era um é um projeto né que existia na época, e trazíamos para o bairro para assistir.
E que tipo de filmes que vocês buscavam? Ah, tudo, tudo. eh su eh
Filme nacional, sempre, sempre filme nacional. Nós assistíamos tudo. Eh Mazzaropi, eh Glauber Rocha, hum Rogério Scarlzella, enfim. Os filmes que que as pessoas indicavam que eram que eram filmes bons, que eram filmes que a gente poderia aprender com ele com eles, a gente eh trazia para para o bairro. E durou quanto tempo essa cinemateca? Eh Talvez tenha durado mais de um ano. E se misturava com outras atividades, que era festa, que era viagem, que era fazer baile eh. Também esse mesmo grupo fez montou um grupo de teatro. de poesia, era uma forma de de ter acesso à informação eh, garantindo isso em grupo. Né porque aí a gente conseguia fazer com que artistas de verdade né, atores, fossem até lá e fizessem palestra, falassem com a gente, indicassem livros eh e fizessem alguma vivência de teatro com com o grupo.
Você lembra assim de alguma coisa que marcou nesse período, em termos de teatro, de algum artista que tenha ido lá?
Eu lembro que essa época, para mim, foi importante, que eu comecei ah, junto com a arte, a resgatar um pouco da história eh do negro no Brasil. Qua a que a Até então, para mim, não não tinha muita diferença entre ser negro e ser branco eh. Não me parecia importante eh olhar para isso. Na adolescência, eu descubro que sou uma mulher negra né eh e que era diferente de ser branco nessa sociedade né. Então, o teatro me fez conhecer um pouco da história de Zumbi dos Palmares né eh. A poesia me colocou diante de autores eh africanos. Eh eu conheci, nessa época, Agostinho Neto, que era um líder forte de Angola, um poeta, a Milka Cabral eh. Eu conhe comecei a ter noção de que tinha um mundo, tinha um universo que que eu precisava conhecer né. E era um universo de cultura, que era um universo de que tinha a ver com etnia né, eh que era uma coisa pouca pouco conversada né, era pouco eh olhada. O meu pai ele ele contava que teve dificuldades para para trabalhar nessa empresa por ser um homem negro né. Ele se considerava um vitorioso porque ele conseguiu, com o trabalho dele, ser reconhecido nessa empresa né e ele. Se aposentou se aposentou bem, num cargo bom e e com muitos amigos. Ele se orgulhava disso. E ele dizia para nós, para todos os filhos que, por sermos negros, a gente deveria estudar muito, que a gente deveria eh ser muito aplicado na escola e e que dessa maneira a gente teria um um um um espaço né. Ele dizia também que uma herança deixada pelo pai dele era ser honesto e trabalhador né, que é o que ele foi na vida inteira. um batalhador tanto do ponto de vista da da sobrevivência, de cuidar de cinco filhos, mas também do compromisso que ele teve com a comunidade né. Meu pai sempre fez coisas junto com outras pessoas né. Ele é a pessoa que mais me inspira, é a pessoa que me mostrou um pouco isso, sabe? Que é A gente cuida da gente quando cuida dos outros e eh ah. O gosto de fazer junto, ser alguém que transforma a vida e ajuda a transformar a realidade né, que você pode mudar, que você pode sonhar, que você pode fazer coisas né, ser uma diferença. Enfim né aproveitando que você está falando do seu pai, que tem toda essa coisa forte, que te influenciou muito, e a sua mãe, o que no que que ela trouxe para você de de valores? A minha mãe, <coughs> eh acho que é a pessoa mais meiga que eu conheço. minha mãe é uma pessoa ãh bondosa, carinhosa né. E e eu sempre conversei sobre isso com ela. Fala, mãe, a senhora não teve mãe. Como é que a senhora aprendeu a ser mãe né? Assim, tão carinhosa. E e ela disse, justamente porque eu não tive. Né e eu quero que vocês tenham. Então, o que a minha mãe me ensinou? A minha mãe me ensinou a ser uma pessoa carinhosa, que expressa o afeto né eh. A minha mãe tem uma coisa muito forte da coisa da cozinha né e. E eu sou uma das filhas que que gostam dessa coisa da cozinha, de de preparar comida, de de esperar as pessoas, de receber pessoas na minha casa. Minha mãe ela tem muito isso de juntar as pessoas. Nós somos nascidas no mesmo mês, então a gente tem uma uma energia muito parecida, assim, de de juntar as pessoas, de ter amigos, de de ser conversadeira, e enfim. A minha mãe passa um pouco essa coisa do afeto né. O meu pai é mais da luta né, e a minha mãe mais do do do afeto.
Voltando um pouquinho, você falou que ãh você desde cedo gostou muito de ler né ãh. Você ãh poderia falar para a gente assim né, nessa época da sua infância, antes de ser influenciada por esses autores mais ligados à cultura negra eh, que autores marcaram você eh na sua infância na li ou na adolescência?
Eu eu eu comecei a ler eh eh em um tempo em que você tinha cartilhas. Eh e eu me lembro que eu me apaixonei pela cartilha, pelas histórias que tinha. Histórias de cartilha, hum hum hum historinhas né eh. Na escola eh, os livros que eu li foram os livros que foram indicados pelos professores, alguns livros... eh as fábulas sempre me encantaram né. Eu penso que que devo ter explorado muito mais isso do que literatura. De literatura, eu acho que foi mais a literatura formal, que a escola eh eh in indicava não é. Machado de Assis eh, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, enfim. Essa é é é essa literatura. Na adolescência, eu já fiz uma uma uma escolha mais eh uma escolha mesmo. a ler Lima Barreto né. A a obra do Lima Barreto me encanta, acho que tem muita coisa interessante eh. Muita poesia, eu gosto de poesia, li bastante coisa do do Drummond. A poesia me encanta. Eu procuro todos os dias da minha vida ler uma poesia, sim eh para começar o dia, para para enfeitar a vida, para deixar as coisas Gás assim e se você fosse falar um livro que marcou a sua vida?
Você lembra de algum que você possa nomear?
Um livro importante? Eu vou falar de um livro recente, porque eh marcou a minha vida eh. É recente, mas faz muito sentido e. Encontrei sin outras coisas importantes da minha vida nesse livro eh. A biografia do Gandhi. conta toda a trajetória dele né, e e ao contar a história dele eh, conta um pouco da história da da Índia né, conta um pouco da história da da Inglaterra, conta um pouco da história de ser indiano na Europa ãh, conta a história de de de paz, de como alguém pode fazer uma luta de uma forma não violenta. Eu me identifico com isso. Eu me descreveria como uma mulher que luta, mas de uma forma não violenta né. E o Gandhi, para mim, é uma é uma uma grande referência.

Né você falou que a intenção era fazer uma uma universidade. Conta para a gente como foi esse processo de terminar o colégio, a escolha do do curso eu.
Eu pensei... antes de fazer uma escolha, que que eu poderia estudar línguas. Então eu achei que talvez letras pudesse ser uma uma coisa que eu abraçaria né. Mas durante o o colégio eu pensava nisso. E foi durante o colégio que eu que eu perdi o meu irmão né e. E foi uma perda assim, porque ele era mais do que um irmão, ele era um amigo, e a forma com que ele com que mexeu com toda a minha família, desestruturou né eh. Eu nunca tinha visto meu pai triste na vida e meu pai ficou muito triste né. A minha mãe eh também sofreu muito com com essa perda. E e eu eu senti uma fragilidade enorme hum. A ideia que eu tinha era de que a qualquer momento eu podia perder outras pessoas da família e eu mesma né. Porque foi um momento da história da minha família, que eu acho que confunde-se também com a história de São Paulo né. Foi um período onde houve muita eh violência policial, eh eliminação física de negros nos bairros né. Naquele mesmo ano que o meu irmão foi assassinado, muitos outros jovens negros foram mortos naquele bairro né eh. Dois deles eram de famílias próximas, que eram comadres da minha mãe. E eu não entendia muito bem o que é que estava acontecendo e. E aí, eu não sei exatamente como isso apareceu, mas me eh me chegou a informação de psicologia, que psicologia era um curso que estudava o comportamento, que a gente podia conhecer melhor as pessoas fazendo o estudo de psicologia né. E aí, talvez buscando um um um entendimento, sobre a minha própria pessoa, eu escolhi fazer psicologia né. E foi bárbaro, eu fiz uma escolha acertada, porque eh quando se forma em psicologia, ou pelo menos quando você é estudante de psicologia, você necessariamente faz uma terapia né eh. E eu fiz, conheci uma pessoa maravilhosa, fiz análise durante quinze anos né, e foram quinze anos que que eu pude passar minha vida a limpo, que eu pude lidar um pouco com essa coisa das perdas né, sobretudo da da perda do meu irmão eh. E também descobri, na psicologia, a possibilidade de de ajudar outras pessoas né, de conhecer melhor outras pessoas, de de ajudar a fazer a vida melhor das pessoas né, com mais qualidade.
E você estudou aonde?

Eu fiz até o quarto ano lá, licenciatura.

Eu terminei meu estudo lá né.

um trabalho de dois anos lá na psicologia e comecei a trabalhar como psicólogo a partir daí.
Conta para a gente qual foi seu primeiro emprego e com quantos anos você tinha?
Eu comecei a trabalhar com quinze anos né, que era um pouco a média do de idade que os jovens da periferia começam a trabalhar. E eu disse para o meu pai que eu queria trabalhar e a exigência dele foi mas não deixa os estudos né. Eh ele queria manter os filhos só estudando, e eu fui a primeira a sair de casa para para trabalhar. Ele me acompanhou para buscar esses primeiros empregos. Eu trabalhei numa fábrica que fazia esponjas, essas esponjas de de de pó, de de maquiagem né. Fiquei um um curto período lá e depois uma segunda... Também era uma fábrica que trabalhava com pedras semipreciosas e fazia um um tipo de artesanato eh com colher, garfo, faca, que era ornamentado com essas pedras e era para exportação. Nesse lugar, fiquei alguns anos da minha da minha juventude e. Enfim, fiz amigos lá que tenho até hoje eh, conservo até hoje. Em seguida, eu entro numa outra experiência, que eu fiquei também muitos anos, que era ser bancária.

Foi a primeira vez que eu tive contato com Com o mundo do dos negócios, o banco era o era o era o máximo, <laughs> trabalhar no banco. Depois de alguns anos fica muito chato, mas quando você descobre... eh a a a coisa da transição financeira, do valor do dinheiro, de como se trabalha para o dinheiro circular e tal, foi encantador. E mais do que isso foi a questão do acesso à à à informática. Foi lá que eu comecei a fazer um trabalho de... de computação, depois virou uma profissão para mim.

E eram aqueles computadores grandes ou já eram... Aqueles grandes, eu comecei com aqueles de cartões né, era um era um sistema antigo.
Esse computador novo, do jeito que a gente conhece agora, de dez anos para cá, é muito diferente do computador que eu comecei né. Eu tive que reaprender algumas coisas né eh mais recentemente né. Mas era muito era muito valorizado, as pessoas que trabalhavam no no banco na década de setenta, final de setenta, oitenta né eh. Trabalhava-se meio período, tinha-se um salário razoável, e acho que o status mesmo, como foi algumas décadas antes, o status de ser professor. Né e aí não era nem... eh professor de escola pública tinha o status de ser professor. Era era bom ser professor. Devia ser mesmo, né?
Quer dizer, você pegou a fase do que o bancário era uma profissão assim bem considerada. Era uma profissão valorizada.
Se comparado ao aos jovens do meu bairro, eu eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário né. Eh e era uma vitória você sair de uma fábrica e trabalhar no banco. Isso era considerado ascensão né, tanto do ponto de vista do dos relacionamentos, da de carga horária, de salário. Isso era um diferencial né. As pessoas não gostavam muito de dizer que trabalhavam em fábrica. As fábricas não ofereciam muitas condições para o para o trabalhador né. Né eh eh era um período que eu levava marmita, comia marmita junto com as outras pessoas, e tinha que esquentar a comida né. No banco já tinha uma outra coisa, tinha refeitório né. Né eh aí você começa a ter eh outras possibilidades de de ãh de conforto, de informação, de respeito, de de que você é um trabalhador, que você tem direito, que você tem benefícios. En enfim, o banco serviu para mim para isso, para ter essa essa noção, essa compreensão. E me permitiu também fazer a faculdade.

Tinha tempo, tinha eh tinha tempo para estudar, para pesquisar, para me envolver mesmo com com com os meus estudos de psicologia.
E você estava contando, então né, de gente voltou eh, <clears throat> como é que era essa convívio universitário nessa Que década que é isso?
Eu terminei a faculdade em e três oitenta e dois eh então, eu estudei na década de

Como os jovens saíam de São Paulo para ir para um outro município, íamos de trem, E esse era um trem in interessante. Essa viagem acho que era mais interessante que o curso, porque tanto você tinha contato com ãh com com muita gente, e gente da da mesma idade. Né então conhecia eh eu sempre gostei de cantar né, então as viagens eram cantadas né. E e tinha algumas pessoas instrumentistas, Era uma era uma viagem cantada, cantava muito e tinha um um grupo de <clears throat> eh de música de cantores né e. Isso fez até com que eu tivesse, em algum momento da minha vida, feito isso profissionalmente. Acabei eh me apaixonando pela música e e fui buscar alguma informação para para ser cantora.
E qual era o repertório que <coughs> você cantava?
Cantava música popular brasileira, Bossa Nova eh, cantava a música da Jovem Guarda, cantava a música... Mas sempre músicas nacionais e músicas eh que, naquele momento, a gente entendia que eram músicas boas, que eram músicas de Chico Buarque, Caetano, Gil né, enfim... Cartola, eu gostava muito de cantar Cartola.
Você poderia cantar alguma coisa para a gente? Alguma do Cartola, por exemplo? As rosas não falam?
Pode ser <laughs> ãh. <sighs>

Essa música é muito linda, eu gosto dessa música. Me emociona porque foi um período bonito, legal na minha vida. E essa é uma música linda, né? <laughs> Não me peçam mais para <laughs> cantar. Está bem está bem eh eh.
Falando da da música, você falou que até resolveu cantar profissionalmente. Como foi isso?
Então, essa brincadeira de cantar no trem, despertou em mim uma vontade de cantar profissionalmente, mas foi quase que acidentalmente eh e. Eu conheci um um músico, eh compositor, e ele também era eh eh ator de teatro. E ele começou a fazer algumas coisas no bairro que eu morava, ele era de fora, e e eu comecei a cantar algumas músicas dele. E, por intermédio dele, ele me apresentou a um grupo de músicos africanos. Era era um grupo de do Zaire que vieram estudar na USP e montaram uma banda né. Né e eles precisavam de uma vocalista. E aí esse meu amigo me convida, faz uma aproximação desse grupo. E aí o que canta o o o povo do Zaire? Canta em francês e canta em suahili. De novo eu encontro a língua francesa né. Então, foi uma dupla eh paixão assim poder conhecer um pouco mais da língua francesa eh. Naquela época, não tinha noção de de de que eh um dia eu podia ir à França, que eu poderia falar francês né. E eu comecei sonhar isso. Comecei a sonhar, a dizer, não, eh eu vou ser uma pessoa que vou que vou viajar. Eu vou conhecer outros mundos, eu vou conhecer outras coisas né eh. Eu acho que, de uma certa forma, na minha vida inteira, eu sempre quis fazer mais do que aquele cotidiano estava oferecendo. Eu sempre sonhei querer mais né. Mas com relação à língua francesa, com relação ah eh aconteceu junto com a música né. Esse grupo me deu a possibilidade de aprender um pouco de Swahili. Na época, eu cantava porque eu decorava as músicas e e saía repetindo as músicas, mas a canção era muito bonita, a música era muito bonita, dançante eh, enfim. E vocês se apresentavam aonde?
Nas universidades, em teatros, eh em eventos, sobretudo eventos ligados à questão de movimento negro.
Também é um período que eu começo a descobrir uma organização de negros no no no país né. Eu fui no Rio de Janeiro fazer uma apresentação musical e fiquei... né que tinha um um uma comunidade, um grupo de de negros orga organizando um evento. E e o foco principal era a discussão da da questão racial no Brasil eh eh. Comigo acontece meio junto assim. Descobrir a arte, a cultura foi descobrir a questão de identidade racial e de que havia uma luta racial no país né, da qual eu não tinha tido né acesso né. O Movimento Negro de São Paulo ele ele é fundado em setenta e nove. E eu ouvia falar do Movimento Negro, mas não não não tinha nenhum contato não a a militância que eu fazia, que eu entendia que era fazer movimento, tinha a ver com arte, de fazer cineclube, de fazer poesia, de descobrir novos autores tal, mas tinha alguém que estava lutando de um ponto de vista mais político. Né nessa época do do movimento negro, funda-se um partido político, que mais tarde, eu fui ter acesso ah ah um pouco à organização desse desse partido político, que era a Convergência Socialista hum eh. Isso me fez também conhecer um pouco

O Colégio Equipe eh promovia eventos eh de cultura, chamava os cantores, os artistas que eram considerado marginal na época eh ãh. Enfim, foi dessa forma que fui saindo do bairro e tentando buscar um pouco mais de de informação né. Eh eh sabe um desejo de... Espera aí, o que que tem atrás do muro? O que é que está acontecendo em outros lugares né? eh Por que que as coisas não chegam <laughs> aqui? ãh A gente tem que fazer um esforço enorme para sair né. E eu acho que fui uma uma das pessoas que que conseguiu sair daquilo que era previsível, previsto né. Eh Como é que eu penso que as coisas são? Eu penso que as pessoas que nascem numa de uma determinada raça, e numa determinada classe, no Brasil, tem muita dificuldade de mudar isso, de de de ascender para uma outra classe ou de ter acesso a coisas que não está disponível né eh. Por isso, a referência do meu pai é muito forte, porque um cara que nasceu no interior de São Paulo né, numa família de agricultores, ele conta que eh tinha uma roupa que, quando essa roupa era lavada, ele tinha que ficar deitado esperando essa roupa secar. Um cara que vem para São Paulo, cria uma família de cinco filhos né, eh defende que esses filhos estudem né eh. Mesmo quando eu senti um pouco de cansaço, queria desistir o estudo, ele disse, não, o estudo não. É inegociável. Quer parar de trabalhar? Para e eh. Mas o estudo vai fazer né. Então eh, ter feito uma faculdade é também um diferencial de onde eu venho. e com a família que eu que eu tenho né, de pais analfabetos. Eh e, hoje muito eh, há uma distância tão grande entre o que minha mãe teve acesso e ao que eu tenho acesso eh, que parece que é muito mais cronologicamente né eh. É uma distância, em termos de de de acesso, que parece que representa cem anos. Mas não, são eh apenas uma geração, hum duas. Diferença. Então eh, contar essas coisas todas, eu penso que é também ter a possibilidade de registrar que os negros, e e se forem negros pobres, que na maioria é isso que ficou que restou para o Brasil né eh, em função do tipo de colonização que nós tivemos, foi um pouco ah ah que foi um pouco não foi bastante dificultada a questão do acesso né do negro ao estudo, ao trabalho digno, a a sonhar com coisas né. Sonhar. Sonhar em conhecer outro país, sonhar em conhecer uma outra língua, sonhar em ser uma pessoa respeitada né eh. O que é que eu considero uma pessoa respeitada? É uma pessoa que pode fazer escolhas. Uma pessoa que pode escolher que caminho ela vai fazer, que ela escolhe o trabalho que ela quer fazer, que ela escolhe onde ela quer viver, que ela escolhe com quem ela quer conviver. Né e eu acho que eh os seus irmãos também seguiram esse esse caminho seguiram, se misturaram, fizeram faculdade e e saíram no bairro a minha irmã mais
velha, ela eh ela na verdade, ela fez uma façanha.
Interessante. Ela foi... Ela se formou em secretariado. É um curso comparado ao colégio, mas numa escola muito boa.

Ela fez o curso secretariado lá e trabalhou há muitos anos nessa área e e não não quis fazer um curso universitário. Depois dela, minha outra irmã também optou por parar no no ensino médio, casou, foi fazer família. E parou de estudar aí o. No ano passado, com cinquenta e quatro anos, ela terminou o curso de pedagogia né. Voltou a estudar novamente e tal. Então, ela está iniciando aí um processo já de fazer pós-graduação, tal, na área de psicologia.

Ele fez faculdade de Direita e já trabalha já há muitos anos. Também muito incentivado pela minha família né. Eu fui uma pessoa que ajudou ele estudar né eh. Acabava o dinheiro no meio do mês, então assim, espera aí, então vou ajudar a pagar a faculdade e tal, mas também não vai desistir, não vai parar, vai continuar né eh. E foi assim hum. Isso tem a ver com uma coisa que é da cultura, eh que eu con considero que é da cultura eh negra, que é da questão de comunidade, de você apoiar o o outro hum. Eu não tenho filhos né, mas os filhos dos meus irmãos são responsabilidade minha também né. Bancar o estudo, de fazer com que essas pessoas eh cheguem onde elas querem chegar né eh e. E isso tem a ver com uma questão de cultura, de cuidado eu vi. meu pai meus pais cuidarem dos trazendo para São Paulo, garantindo que eles tivessem emprego, garantindo que eles tivessem uma vida melhor. Né eu faço isso pelos meus sobrinhos e eh meus irmãos fazem por mim e eh, enfim. Acho que tanto pela questão eh de cultura como de consciência mesmo, que se nós não nos ajudarmos né, a gente não consegue avançar. O que eu pude avançar, eu tenho clareza de que foi por Meu esforço pessoal, mas também muita ajuda familiar né, um apoio de família mesmo.
Quer dizer, você avalia que eh fez a diferença em relação... que você falou que sai um pouco fora desse contexto, que esse cotidiano, que seria um lógico essa escrita para quem da sua raça, quem morava no bairro, et e você acha que fez a diferença esse essa forma como o seu pai encarava a forma de... Lutar, estudar para conseguir uma melhor condição de vida. Sem dúvida hum eh.
O meu pai, ele dizia, numa época onde as crianças negras na escola eram pejorativamente chamadas de macacas né, meu pai dizia que nós éramos princesas né. Então, isso, <laughs> eh eu não tenho dúvida de que meu pai ajudou a gente a construir uma identidade positiva. uma visão positiva de nós mesmos. E e isso me fez avançar né. Entender que eu tinha direito a, que eu podia sim, que as portas que estavam fechadas, elas poderiam ser abertas né. Com esforço, com... enfim uhum.
E você fala que ãh, através dessa banda, como é que chamava a banda? Tinha um nome, essa do Zayre? Ah

Você chegou a envolver ãh, e e falou que se inscreveu nesse ajudou a fundar a Convergência Socialista,
Eu conheço a Convergência Socialista. Não não ah, você não ajudou a Não, não ajudei a fundar, mas eu tive noção do que do que ela significava e e apoiei indo para a rua, indo mas eu não participei da organização.
Mas mas eu queria que você contasse um pouco essa militância, nesse movimento negro, como é que ela se deu quando você volta, então, desse evento eh, que você falou que foi despertada para esse lado não cultural, mas esse outro lado político né uhum eh eu eu.
De que forma que eu... que eu trago, que eu vivo essa essa questão eh. Despertar por essa questão me faz mudar a minha posição eh no mundo, na sociedade. Eu começo a levar um pouco essa discussão na minha própria família né, começo a tomar consciência de que algumas coisas são intencionais, tanto para avançar ou como para para ficar estacionado né uhum. Me dou conta de que tem uma linha invisível que separa as pessoas né. E isso serve tanto para a minha própria formação, no sentido de tomar consciência, como com os relacionamentos que eu vou tendo na minha comunidade, na faculdade. Eu sempre acabei eh, de alguma forma, levantando essa discussão né, que não era possível passar pela faculdade eh sem fazer essa discussão em alguns momentos. A gente vive num país racista, separatista, que dificulta o acesso dos negros ao estudo né eh. E eu digo isso porque eu era a única negra na sala de aula no período em que eu fiz faculdade, e pouquíssimos negros na faculdade né. Ainda hoje isso é uma realidade. Então, ter né consciência política é fazer com que as pessoas que eu tenho convivência estudem, tenham a oportunidade de de vivenciar coisas que, sem ajuda, é é muito difícil, porque tem um filtro. É o filtro do emprego né. Se as pessoas não trabalham, se elas não ganham dinheiro, elas não conseguem manter escola, elas não conseguem viajar, elas não conseguem ter lazer, elas não conseguem eh ter uma participação na sociedade da qual ela se sinta pertencente, da qual ela se sinta fazendo parte né eh. Então, hoje eu estou voltada... Toda a trajetória do da minha vida profissional depois de formada está na área social, está na área da educação. Essa é a minha contribuição né, não é no partido, mas é com uma consciência de que é necessário contribuir. Então, para mim, trabalho não tem o significado de sobrevivência somente do ponto de vista financeiro, mas a sobrevivência do ponto de vista da do compromisso que você tem com com com com os outros, com a vida, com a transformação né, com o crescimento, com o desenvolvimento.

A faculdade me levou a a um primeiro trabalho.

Foi o meu primeiro emprego como psicóloga e eu. Fiquei quase quatro anos nessa nessa fundação e. Um primeiro emprego como um profissional como um técnico né, é é bastante importante, eu acho. E ter começado na Fundação Estadual do Bem do Menor me colocou diante de uma realidade que eu não eu não fazia ideia né não fazia ideia. Do que eu não fazia ideia do que era a convivência num cárcere. Né que era o nos anos oitenta, FEBEM, era era um cárcere de jovens. um amontoado, um depósito de jovens com histórias infelizes, com histórias de muito sofrimento e. Eu, de novo, pude ver que a maioria daqueles jovens eram negros e pardos né, de famílias pobres, das periferias, e de que não se tinha muito preocupação com o destino daquelas pessoas né eh eu eu. Por que que eu digo que não se tinha preocupação? Porque o número só crescia. só crescia né. E o discurso que tinha na época era fechar, fechar, vamos confinar essas pessoas. Essas pessoas não fazem bem para a sociedade, vamos confinar né eh. Por ter estudado psicologia também, obviamente, eu visitei manicômios, prisões, e isso sempre me passou a ideia de que <laughs> a a sociedade acaba se livrando das pessoas né, se livrando das pessoas que não que não estão adequadas né. Então, a FEBEM foi um um aprendizado, as duras penas né, de que a gente está num país dividido e que eh, de diversas maneiras eh eh eh eh, precisa mudar essa realidade né. Então, de novo, na FEBEM, eu trago a questão racial, para ser discutida eh, talvez mais para ser conscientizada eu eu. Eu acho que a a sociedade, sobretudo as pessoas de etnia, de outra etnia, não discute a questão do do do negro, a desvantagem com que o negro ficou nessa sociedade né. Então eh, foi reservado para os brancos mais privilégio, mais dignidade. Eh e eu penso também que se a sociedade como um todo não olhar para isso, a gente continua consentindo né que uma parte da população eh continue em desvantagem né. Muita desvantagem. E na FEBEM eu vi isso. Né eh nesse período que você ficou na FEBEM, chegou a ter alguma rebelião ou ainda não havia?
Muitas rebeliões.
Muitas rebeliões. Acho que com um mês de trabalho na FEBEM, eu acompanhei uma grande rebelião né. E jovens foram mortos ali, queimados né.

Onde eu tive uma reunião de posse como conselheira lá no da da Fundação. E eh e e, na verdade, é um é uma alegria ver aquilo tudo ser eh desmanchado, desmantelado, aquele aglomerado de de condenados. Porque o futuro daqueles meninos era era um futuro curto né um Muitos daqueles jovens que eu atendi naquela num chegou a viver mais de vinte anos de vida né. Então, trabalhar na FEBEM, olhando por esse ponto de vista, é você ser testemunha da história de extermínio e de uma população que eu poderia ter feito parte né eh, em função da minha origem né que Hoje eh, num dá para não <laughs> não me envolver com isso né, do do ponto de vista eh humano. Como seres humanos, eu penso que não está para a gente ver outros seres humanos né nessa condição. Desculpa. Não tudo bem e
Eh você ficou você falou que ficou cinco anos né na FEBEM. <coughs> Quatro quatro anos. Quatro anos e ãh. Você saiu por quê? Como qual foi a sua decisão de sair?
Eu saí depois de um movimento grevista de de profissionais que que que criticava aquela condição de de trabalho né. E eu concordava com isso. uma condição ruim de trabalho e. E me engajei no na no sindicato, me dividi mesmo, fiquei contra a instituição, não conseguia mais ficar lá né, sem sem fazer ãh uma contraposição né. E as pessoas que ficavam lá, de algum modo, tinham que se adequar à àquele sistema, tinham que tentar resolver aquilo de alguma forma. Você me perguntou antes se eu vi alguma rebelião. Com um mês de trabalho na FEBEM, teve uma grande rebelião. E os jovens que eram considerados perigosos foram transferidos para o presídio. Presídio de adultos né. E eles tinham que ser acompanhados por o por algum técnico. E, como eu estava lá há um mês, não sabia como é que as coisas funcionavam, eu fui chamada para ser esse eh uma dessas pessoas que acompanha esses jovens e fui. E eles ficaram aproximadamente quarenta dias eh eh nesse presídio, e eu acompanhei todo esse processo. E pude conhecer as histórias, fui ouvindo histórias dessas crianças, desses jovens né eh. Tem todo essa coisa eh difícil e dolorida eh de ter trabalhado na FEBEM, mas eh o que eu posso dizer que foi uma uma experiência aprendida, A solidariedade, isso me humanizou. Eu comecei a olhar para as pessoas de um outro jeito depois de trabalhar na FEBEM né. Comecei a a, de de fato, me preocupar com as pessoas, mas não enquanto elas estavam na minha frente né, mas com a vida delas né depois dali né eh. Esse foi um grande aprendizado né, mesmo com com muita dor. E eu fico feliz de ter conhecido essa realidade. Eh dessas histórias todas de de jovens que você ouviu lá na FEBEM, tem alguma que te chamou mais a atenção, que te marcou mais? ãh Eu costumo me recordar de um jovenzinho que era um um jovem homicida ele. Ele já tinha matado dez pessoas. E ele se orgulhava de dizer isso. E, por algum motivo, ele ele tinha... manifestava algum afeto por mim. Ele dizia... eh o motivo dele era... ah você me lembra a Nossa Senhora né e. E eu quero ficar perto de você. E ele sentava perto da da minha cadeira, no chão, e ficava ali encolhido, do meu lado né. Ele dizia que se sentia protegido assim. E era um jovem temido né, um jovem considerado um psicopata, que já tinha matado dez pessoas né. E o que ele contava dessa dessas coisas, porque ele dizia que essas pessoas mereciam morrer hum. Eram pessoas que, de algum modo, tinham traído a confiança dele, tinham frustrado, de alguma forma né. Ele era um ladrão e e essas pessoas roubavam No entendimento dele, eh a a partilha era injusta. Quando a partilha era injusta, do produto de roubo, ele matava essas pessoas né. Isso me marcou, porque todas as vítimas dele era era morta de uma forma muito muito violenta e. Eh ele agredia a face das pessoas, desfigurava as pessoas. Era um uma coisa meio monstrinho mesmo monstruosa assim, assustadora. Eu tinha medo dele. Tinha, tinha medo dele. Eu tive muito medo no período que eu trabalhei na FEBEM né. Eh eu fiquei com tanto medo que eu tinha medo de andar na rua assim, de eh de encontrar com esses criminosos que me conheciam também, porque eu convivia com eles. E você não tem o menor controle de que se ele está olhando para você eh, o que ele está sentindo, o que ele está pensando de fato né. Então, trabalhar na FEBEM também, o profissional fica muito exposto. Fica muito exposto né. A qualquer momento, as pessoas podem eh saber onde você mora né. Eu fui, em algum momento, ameaçada assim. Felizmente, não por jovens né, mas por colegas de trabalho, de dizer assim, De repente, a gente pode dizer onde você mora, <laughs> fica com medo. Né aí você fica com medo. <laughs> fica com medo porque porque tem sido assim né, as pessoas são são são mortas, são agredidas, e e se são pessoas simples, que não são né que não são famosas, está bom. Né a família chora, alguém sente muito, mas acabou sua vida ali. Foi um eu tive muito medo.
E tem mais alguma coisa assim, nesse período da FEBEM, que você gostaria de contar?
Eu conheci pessoas fantásticas também na FEBEM né. Profissionais comprometidos, engajados, pessoas que... Eh tem um do um dos monitores, que era um um educador que tomava conta dos jovens, que tenho amizade até hoje, uma pessoa encantadora, que levou muita coisa boa para para FEBEM né, que que tratava os jovens com muito respeito, que levava música. Eh enfim, eu também influenciei nesse sentido na FEBEM. Comecei a levar música para lá né, arte, convidava amigos, artistas para fazer apresentações na FEBEM, para trabalhar com com arte eh eu. Eu sempre Eu entendo que a arte tem uma força de de resgatar o que as pessoas têm de melhor né. A arte fez isso comigo e. E, quando eu propus um projeto de arte na na FEBEM e e e facilitei a ida de muitos artistas lá eh, eu não tenho dúvida que isso, de algum modo eh, contribuiu com naquele momento com aqueles jovens. Música, poesia. Eu acho que é muito parecido com o que o rap hoje faz. Né eu acho que o rap é uma forma dos jovens se manifestarem, de contar suas histórias, mas também de se divertirem, de de criarem, de de viver a vida sem ser eh olhar só para a parte difícil, para a parte dura né da sobrevivência. E aí você sai da FEBEM Quando saí da FEBEM, imediatamente após... Isso sempre aconteceu na minha carreiras, imediatamente após eu me engajo em outra trabalho.

Né era estava num governo petista e eu tra eu Entrei para trabalhar na Secretaria de Promoção Social,

Né então, tudo que era creche, alguma coisa ligada à educação tal, que deveria ir para a educação e não ser um trabalho de promoção. Creche, naquela ocasião, oitenta e nove, começo de era visto como como trabalho de promoção social. E, naquela ocasião, eu tive a oportunidade de viver toda essa transformação de passagem das da pro promoção social para a área de educação. Né e aí eu vou para a Secretaria de Educação, fico lá um tempo. Depois eu fui convidada pela pelas pessoas, pela primeira dama ãh do município, a trabalhar na Secretaria de Saúde.

Na educação, eu fiquei especificamente trabalhando com as creches e fiz um trabalho com as mães de creche né e. Esse também é um trabalho que eu gostei muito de fazer. Era um trabalho, iniciativa minha, mas de atender os pais de creche para discutirem sobre a vida dos filhos né, eh hum o cotidiano das crianças na creche e. E acabou virando um trabalho muito interessante eh para as próprias famílias né, para as próprias mães. Então, um um trabalho que durou dois anos, de encontros semanais com um grupo de pais, onde a gente podia conversar sobre as coisas da da vida deles né, do cotidiano e tal. Foi um trabalho bom. Como é que você se desenvolveu ãh profissionalmente depois da sua carreira?
Conta um pouco para a gente sobre isso eu.

e era um trabalho técnico né e eu fui. Eu influenciei na na na na metodologia, no no projeto pedagógico né, na e dentro do projeto pedagógico foi contemplada a questão do trabalho com as famílias né. Isso foi um um um ganho e que tinha a ver um pouco com as propostas do partido, que era se de pensar a questão da educação, não a educação daquela criança só, mas como envolver as famílias no projeto de educação né. Então, política, educação, política, saúde, naquela ocasião, naquele momento histórico político, andava muito junto né. Foi um período também de construção de conselhos, conselho de saúde, conselho de educação né. E eu vivi isso. Foi um período em que o meu marido estava viajando. Ele foi para a para a para a França para se apresentar num festival. Ficou lá um ano. Foi para ficar <laughs> umas quinze dias de apresentação, mas ah oportunidades foram surgindo, nós negociamos e e ele foi. Foi tranquilo, foi foi fazer o trabalho dele.

Eu quase fui morar lá né.

E o contato com o prefeito era muito próximo. Quando o município é pequeno, você encontra o prefeito, você fala com o prefeito. Né e foi uma experiência boa. Naquela ocasião, eu eu me identificava bastante com o partido dos trabalhadores né eh. Não é muito diferente hoje, mas naquele tempo, muito mais né. E eu pude participar de uma administração petista, fazer uma contribuição tal. Isso tudo contribuiu para a minha formação profissional. porque era mais do que o trabalho técnico, mas era um trabalho de envolvimento mesmo, mais político com a com a proposta.

e que ocupava um cargo de chefia na nessa secretaria, e queria desenvolver um um trabalho em creche aqui em São Paulo e que contemplasse o trabalho com as com os pais.

E eu trabalho naquele projeto que integra a secretaria – eh na época era a Secretaria da Criança e do Adolescente, num num me recordo mais, mas com as estatais. E eu vou para um projeto que era uma creche do metrô né.

Essas creches foram uma experiência belíssima. Acho que foi uma oportunidade para muita gente, muitas famílias e crianças. estarem num espaço físico que foi pensado para isso.

E era uma escola... No caso da que eu fiz a a a gestão, era diretora dessa creche eh, a estatal, ou seja, aos metroviários, e noventa por cento para a população comum né. E a maioria dessas creches aconteceram na Zona Leste. Então, o que que acontece na Zona Leste? A Zona Leste é uma das maiores regiões de São Paulo eh e também região carente da cidade de São Paulo e. E toda a o transporte das pessoas para saírem da da Zona Leste para o centro acontece de trem, de metrô e e de ônibus, mas é intensa a con a conexão com o trem.

Então, tinha uma procura muito grande. As mães passavam de trem, de metrô, deixavam as crianças e continuava o trabalho, ah ah continuava o caminho para para chegar ao trabalho né. Creche de doze horas de atendimento, Era uma creche de duzentas vagas. Trabalhei com... Era a maior de todas as creches desse desse projeto. Ela era uma das duas maiores creches. Né coordenava uma equipe de sessenta pessoas para fazer esse trabalho acontecer, com duzentas crianças. E foi uma experiência boa também com os pais hum. Eh teve dois grandes projetos com esses pais. Um que era de reforma da creche. Quando eu cheguei, a creche carecia de reforma, chovia dentro de algumas salas tal. <clears throat> Então, foi um pro foi um uma atividade interessante que, eu chegando, comecei já a me interar e me relacionar com os pais a partir do... Vamos vamos fazer uma reforma dessa creche. E um outro foi de coleta seletiva. Né eh noventa por cento desses pais eram pais de comunidade e de comunidade carente. E alguns tinham dificuldade para para sobreviver mesmo. Estavam sem emprego, não sei o quê. Isso era num tempo que ter vaga em creche era sinônimo de mãe ter que trabalhar né. Então, muito louco. Num lugar onde não tem emprego para todo mundo, a exigência é que as mulheres trabalhem para ter direito a uma vaga na creche. Então, começamos a pensar uma forma dessas mulheres, mesmo sem trabalho, terem renda. Então, uma saída foi fazer coleta seletiva. Então, começou um um trabalho eh um trabalho de solidariedade, de parceria entre os pais, de convivência, que a entendemos que a coleta seletiva podia ju juntar as pessoas, podia unir né. E foi deu resultado né. Então, é possível fazer alguma coisa junto e fazer alguma coisa junto e que gere renda. Com o dinheiro que era fruto dessas coletas, o grupo decidiu o que fazer né. Em algum momento, era para comprar brinquedo, presente de Natal para as crianças. Em outro momento, era para comprar alimento para algumas famílias que estavam com mais dificuldade. Enfim, <clears throat> foi um uma uma passagem também boa.

da FEBEM também, do banco também <laughs> eh. E eu digo também porque hoje eu faço um trabalho que eh eu sou uma articuladora, uma fomentadora de trabalhos em rede né. Então, mencionar essas ligações que eu tenho com pessoas que trabalharam comigo é mencionar a minha própria rede, a minha própria rede de relacionamento. E que eu prezo bastante, que é de conservar as amizades né que eu conquisto.

Ela fazia parte de um da equipe que suber supervisionava o o o trabalho dos diretores né e. E, até hoje, ela é uma pessoa importante para mim, a gente tem um
Vocês eh desse trabalho com as creches no governo do estado. Você já foi diretamente para o Senac ou não? Ou passou por uma outra instituição?
Não, da creche, o que é que aconteceu? Quando eu saí em noventa e cinco, eu eh eu saí com vontade de ter uma nova experiência, que era de ter a minha própria empresa. de fazer o meu trabalho mais como autônoma e. E e eu entendia naquela ocasião que já tinha experiência suficiente para fazer, por conta própria, um trabalho de educação e tal. Naquela ocasião, eu abri uma empresa, que eu tenho até hoje.

Comecei a fazer um trabalho de assessoria para escola, orientar projetos educativos, sociais e. E fui com isso até noventa e oito, quando eu entro no Senac né. E eu fui ao Senac para oferecer o trabalho da minha empresa né. E fui convidada a fazer parte de um projeto que estava sendo iniciado, um projeto de educação. E e era uma proposta eh bonita, era uma proposta interessante. Tinha a questão de ter um salário também bom, E e eu conseguia manter as duas coisas. Poderia trabalhar fixo e manter os trabalhos que eu fazia na empresa né. Então, os últimos nove anos de de trabalho profissional e remunerado aconteceram no Senac né. Mas eu mantenho essa empresa ainda eh. Ela completou dez anos em fevereiro desse ano. E ela ganhou um presente, essa empresa. Ela saiu da mesa da sala da minha casa e foi para um escritório na Consolação né. Isso é um é um um uma conquista né, que tem muito a ver... Eh eu considero isso uma conquista, que talvez para muita gente isso não tenha muita importância, mas para mim tem, porque eh, com tudo que eu já contei aqui, de que a expectativa é que pessoas com a minha origem não sejam empresário, tampouco sejam empresário eh, e que tenham um escritório no centro da cidade, no centro rico da cidade né, ou seja, do outro lado da ponte né.
Isso para mim é é um ganho, é uma vitória, e e tenho reunido pessoas em torno desse trabalho de educação na minha empresa né.
Quero manter. Daqui cinco anos eu me aposento no Senac. E eu quero que essa empresa eh vá ganhando espaço para que eu possa continuar o meu trabalho aí exclusivamente nela, com ela eh.
Conta para a gente um pouco do tipo de trabalho que você foi convidada para fazer no Senac e e a evolução desse trabalho até hoje.
Então, esse é um projeto que eu ajudei a construir. O Senac tem um trabalho de responsabilidade social já de Então, esse trabalho consistia em o Senac ir para as comunidades carente e oferecer cursos gratuitamente. Então, a instituição entendia que as pessoas que não podem pagar poderiam ser beneficiadas com alguns cursos. Com ãh a reflexão desse processo, e e a reflexão era a seguinte, o Senac oferece os cursos mas não sabemos se as pessoas que recebem a informação se elas entram no mercado de trabalho né ãh e. Começamos a identificar uma outra necessidade na comunidade, que eram dos das lideranças comunitárias, que geralmente estavam ligada a alguma organização não governamental nos. Começamos a identificar que eles demandavam por cursos, por capacitação para fazer melhor os trabalhos na comunidade né e. E isso nos fez pensar que, se oferecêssemos cursos para essas lideranças e se elas trabalhassem de uma forma mais equipada, mais profissional, elas poderiam atender melhor à sua comunidade né e. Isso acontece em noventa e de contrato eh com um período determinado. Então, eu eu tenho um pouco dessa história de noventa e sete no Senac. E a gente vai avaliando que o que o trabalho pode ser diferente. Acontece junto com um uma uma discussão na sociedade de que o as organizações não governamentais, que são chamadas de terceiro setor, precisavam de um investimento, elas precisavam ser investidas para que elas pudessem crescer, para que elas pudessem se profissionalizar. Então, foi onde as grandes ONGs fizeram contato com o Canadá, com a França, com a Alemanha, para receber verbas né. E as pequenas não tinham muito esse canal. Então, essas pequenas careciam hum hum de um de um processo de aprendizagem, de elaborar projetos, de pensar captação de recursos e et E foi isso que o Senac começou a fazer com as organizações sociais né e. E a consequência dessa capacitação fez a gente ver que poderíamos fazer mais do que isso, mais do que oferecer cursos né, de promover uma uma uma convivência entre as organizações sociais, o poder público, que fica que ficava muito distante dessa discussão da questão social, e também eh aproximar a iniciativa privada do trabalho social né. Então, esses três setores, nós eh acabamos eh promovendo o encontro dos três setores nessas localidades onde a gente simplesmente oferecia curso né e. E isso fez nascer um projeto que a gente chama de rede social, convidar os três setores de uma determinada localidade, de um bairro, de uma cidade né, para que eles possam pensar projetos de interesse comum. Esse é o trabalho que eu faço há anos né. Então, o que é que eu faço? Eu articulo, eu vou atrás das pessoas né e faço uma proposta, se elas não querem trabalhar juntas eh, para pensar um projeto de interesse daquela comunidade. fantásticas as experiências eh pelo interior de São Paulo né. Atualmente, eu eu faço parte de uma equipe que coordena trinta e três projetos assim eh, em todo o interior de São Paulo e aqui na cidade de São Paulo também né. Então, para que que a gente constrói esse tipo de de encontro de redes né? Para que al eh as localidades tomem eh para si a responsabilidade, e a reflexão e a noção de que elas podem fazer né. Né e que não depende só do poder público, que não depende não depende de quem está fora. A localidade pode fazer alguma coisa pela própria localidade né. Isso tem sido fantástico, porque eh se assemelha um pouco à proposta do museu, que é uma proposta de dar voz às pessoas que não têm voz né ah. A ideia da rede é de que a gente pode fortalecer um tecido social. A gente pode integrar os setores de forma que as pessoas decidam aquilo que elas desejam nas suas localidades né e não esperem política pública eh para que isso aconteça né ah ah. As experiências das pessoas que começam a participar de discussões, de debates, que escolhem o que elas gostariam de ver modificado na sua comunidade e ajudam a fazer isso acontecer, é fantástico né. Eu me considero uma pessoa privilegiada hoje de estar à frente de um projeto que que faz uma diferença concreta na vida das pessoas, do ponto de vista da humano e do ponto de vista social, e, portanto, do ponto de vista econômico também né eh ãh eh. E eu vejo acontecer com esse trabalho a transformação das pessoas né, de pessoas que não participavam da vida comunitária e que agora participam, de pessoas que não falavam por timidez ou por insegurança, de entender que não tinha muito para contribuir, e que agora falam, e que agora já descobriram que o que elas sabem é útil, que pode ser utilizado pela aquela comunidade para para avançar né eh eh eh. É rico a possibilidade de fazer esse trabalho de redes e de desenvolvimento eh.

A gente já está, mais ou menos, se encaminhando para o final da entrevista. Eu queria você chegou a falar do seu marido, eu queria agora tocar nesse assunto da sua vida pessoal. Como é que você conheceu, como é que foi a questão do namoro? Conta um pouquinho para a gente qual o nome dele uhum.

Ele é uma pessoa que eu conheci em setenta e nove, <clears throat> que me ajudou muito a entender o mundo, as coisas.

Né ele foi uma pessoa que atuou politicamente no país eh. É uma pessoa extremamente sensível, um artista e. Ele é músico, ele é compositor, ele é é guitarrista. e, desde criança, ele vem perseguindo essa coisa da da música. Então uma pessoa extremamente doce, que meu companheiro né eh, que que me ajudou a ser a pessoa que sou hoje né eu eu. Eu penso que a o nosso encontro foi muito feliz né nos encontramos eh. Nos encontramos e, depois, nunca mais a gente deixou de... se ver né. Eu conheci numa festa, mas depois eu busquei saber onde que onde trabalha, como é que é. Ele também procurou saber onde eu estava e. E e e começamos um namoro que teve um período de três anos, suficiente para a gente construir a nossa casa né eh. Em janeiro de oitenta e três eh, nós nos casamos. Conheci em Foi a nossa cerimônia de casamento.

Fizemos um ritual no candomblé eh, um can um um uma cerimônia religiosa no candomblé, que que é a a minha que é a minha orientação né eh religiosa.

Isso me me propicia também a possibilidade de viajar.

e nove, eu fui pela primeira vez.

Enfim, eu, quando desci no aeroporto da França, eu me sentia vitoriosa assim. Tinha conseguido realizar um sonho, conhecer um outro país, e era o país que eu queria conhecer. Fizemos outras viagens também pelo mundo fui. Eu conheço a Itália, conheço a Inglaterra, Mônaco também. Nos últimos cinco anos, ele tem trabalhado em Mônaco como músico contratado lá e. Isso também propicia a minha ida para lá. Eu procuro ir nos quando ele está terminando a temporada e aproveito e fico também eh um tempo.
E ele ele toca numa banda? Como é que é ele é sozinho? Não, tem tem uma banda hum.
Tem tem um grupo que é contratado lá pelo pela empresa. Mônaco é uma empresa né. Mônaco funciona mesmo como uma empresa de eventos para o para o resto do mundo. E eles são contratados anualmente. Cinco anos seguidos eles têm têm feito esse trabalho.

Então, na França, ele tem um um uma relação bastante intensa e estreita com o movimento rap da da da França, que tem a influência dos dos argelinos, dos dos africanos e. Enfim, é um é um rap mesclado né com o com o povo que vive na França né então eh. Enfim eh, os nossa ah as nossas idas, a França tem sempre uma motivação de trabalho, de arte, eh de de de intercâmbio, de de cultura né eh.

E ele ele toca que tipo de música?
Esse trabalho que ele faz em Mônaco, ele toca música popular brasileira, que é o que que é o que agrada né. Eu acho que o mundo inteiro gosta da música popular brasileira né. Então, toca bossa nova eh, samba eh. Tem uma música que é um jazz brasil né, que eu acho que são as músicas eh, enfim, da dos do dos mais importantes. Compositores brasileiros né eh. Tom Jobim, enfim eh. Enfim, os grandes compositores eh o. O que po posso dizer é que tenho um companheiro. <laughs> Um companheiro de estrada, um companheiro de viagem né. Não é é é é não é menos que isso. É um companheiro mesmo. uma pessoa que eu escolhi para estar na minha vida e que eh eu aprendi muito.
Eh a gente já já vai se ence encerrar o depoimento ãh. Você gostaria de falar alguma coisa que a gente não perguntou? Algum episódio, ou passagem da sua vida?
Não, eu acho que eu talvez o que eu gostaria de de gravar né, é que toda essa história eh, que é uma história de mais uma pessoa eh, de São Paulo, e que é a a história de pessoas que que sobrevivem em São Paulo. Acho que é uma história de sobrevivência. de alguém que tem que fazer muito esforço né para para ser o que é né. E esse ser o que é não é muita coisa, mas é importante, porque tem tem tem conquistas né, tem pequenas conquistas que hum hum, enfim eh, que hoje resumem a pessoa que eu sou. E isso tem a ver com a minha família, tem a ver com com essa cidade né, com tudo que a gente é. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria? Penso que não. Não eu estou satisfeita com a minha vida, estou feliz com a minha vida. São coisas que eu escolhi. Eu vivo hoje coisas que eu escolhi viver. Então, eu estou feliz com as minhas escolhas.
E alguns Sonho tem nenhum sonho a ser como tinha esse de conhecer a França uhum que você realizou? eu Eu gostaria muito de ter a experiência de viver fora do país por um tempo.
Né e eu penso que esse país é a França e eu quero. Eu quero que seja lá. Eu quero que seja hum a agora não mais só pela paixão pela língua, mas eu eh eh eh me encantou a a convivência, o nível de relacionamento das pessoas né. Quando eu estive lá, eu eu fiquei realmente... impressionada com a capacidade que o europeu tem de de dialogar, de falar sobre o que pensa, de viver de uma forma mais livre, sem sem tanto preconceito. Eh as pessoas se colocam mais mais livremente, são podem ser o que elas são diante dos outros eh. Talvez eles não tenham essa percepção. porque vivem isso já né já vivem isso. Mas eh eu eu me senti muito respeitada na França eh e. Isso também se passou eh na Inglaterra eh. Muito respeitada mesmo, mais do que aqui né eh. E não é só pela questão da Madame Messier, <laughs> mas é um é um um a consideração a consideração que a própria infraestrutura proporciona. Se você quer fazer viagem, a viagem de fato acontece, as coisas acontecem como previsto, é possível planejar, é possível eh acesso. Também encontrei, tanto na França como na Inglaterra, a possibilidade de de eh conhecer lugares e lugares gratuitos, de ir a a museus, de ah participar de eventos que são que são gratuitos. Acho que isso ajuda as pessoas a a se encontrarem, a se integrarem. Me encanta na, sobretudo na França, ah o contato com com a diversidade. É possível você eh conversar com um com um chinês, com um argelino, com africanos de diversas partes do do do continente africano, com marroquino, num mesmo bairro. Eu acho isso extremamente rico eh. Talvez a aqui a gente não tenha a possibilidade que eh... Nós temos aqui bairros mais italianos, bairro mais japonês, bairros que concentram mais os judeus, mas esse relacionamento, esse essa coisa do encontro da das diversas eh culturas, povos, línguas, etc., eu acho encantador na Europa. Eu quero viver isso, eu quero eu quero proporcionar isso para mim, essa experiência de olhar para o diferente com igualdade né, de estar, de de eh evoluir também do ponto de vista do da convivência né, da a convivência com o outro. Eu que eu quero mais nesse sentido. <laughs>
E eh uma última pergunta que para a gente finalizar.

A importância, eu acho que é a importância eh da revelação. Uma história nunca é igual a outra história. A história de cada pessoa é uma história. E a minha história, que é diferente das dos dos outros, mas também, de algum certo modo, se assemelha à história de muitas mulheres como eu. E talvez elas não venham aqui. E e eu eu eh, de algum modo, gostaria que a minha história pudesse também ser a história de de outras pessoas né, da minha própria família, porque, quando eu conto da minha história, eu conto também a história dos outros né. Acho que é isso que me motiva, contar a minha própria história, mas também trazer a história de uma cultura, trazer a história de uma etnia, trazer a história eh de um profissional né, de uma mulher de cinquenta e dois anos, como eu vejo o mundo, como eu vejo a a vida né eh. Isso me motiva. Também ainda com uma visão de que eh não não é vaidade pessoal, mas é uma questão de... É necessário documentar a história das pessoas. Eu me voluntario nesse então, a gente gostaria de agradecê-la.
muito obrigada por você ter vindo aqui hoje.
Eu que agradeço. Vocês me receberam bem e e me ajudaram a a contar a história de um jeito que que eu gostaria de ter contado né, com tranquilidade, com com respeito, com tempo né.